São Paulo, oito de novembro de dois mil e sete, realização Instituto Museu da Pessoa.

Boa tarde.
Boa tarde.
Você pode falar para a gente o seu nome, o local e a data do seu nascimento?

Eu nasci no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e setenta e dois, em São José dos Campos, cidade, né? Município do interior de São Paulo.

E qual que é o nome dos seus pais?

Ele nasceu em Guaíra, que também é uma cidade do interior do estado de São Paulo.

E ela nasceu em Iacri, que também é uma cidade do interior.
E qual que é a atividade deles?
O meu pai trabalhava como vendedor de de produtos veterinários. Ele não chegou a fazer uma universidade ou concluir uma universidade, mas ele era um excelente vendedor e a minha mãe, desde cedo, né? Ah, ela se formou em letras aqui em São Paulo, no Mackenzie, aliás, num dos piores períodos da ditadura militar porque foi ju justamente de sessenta e sete até sessenta e nove quando já tinha entrado em vigor o AI Cinco... Uhum... E ela começou a dar aula na rede pública e praticamente se aposentou na rede pública como professora de língua por de língua portuguesa e de língua inglesa também e tive que, com três anos de idade, lidar com a ausência do meu pai.
Seu pai faleceu.
Porque meu pai tinha falecido quando tinha três anos de idade.
E os seus avós, você lembra deles, o nome deles?
Conta para a gente.

Ele nasceu em Ribeirão.

Ela nasceu lá. E Ahn, o meu avô ele nasceu em Ribeirão Preto. Ele se formou em farmácia e em bioquímica pela Universidade de São Paulo, lá em Ribeirão. E teve que vir para São José em função... da cidade ser uma cidade para tratamentos da tuberculose. E o meu avô era um pouco tuberculoso e ele teve que ir para São José para se tratar da tuberculose. Minha avó também não não chegou a concluir um curso universitário. Mas eu tenho muita saudade deles porque praticamente a minha infância e a minha adolescência toda, a minha convivência ah foi muito... com eles... com eles, né? Foi muito forte com eles.
E qual que é a origem deles? Sabe a origem da sua família?
Eu tenho bisavós que são italianos, né? Do norte da Itália.

Vindo do norte da Itália, vocês imaginam, naquela época, século dezenove, quando os meus bisavós e vários bisavós de várias famílias vieram para cá, eles vinham eles vieram para o Brasil por três motivos. Em primeiro lugar, naquela época... Os estados nacionais como a Itália, a Alemanha, eles viviam, ah... crises internas dentro desses países sem nenhum precedente. Tinha toda a questão da pobreza, também da da miséria e da perspectiva de se sair dali para vir para o para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café. Que foi o que aconteceu com os meus bisavós, mas eu acredito que várias gerações de italianos tenham vindo para o Brasil, ah... Quase pelo mesmo motivo que os meus bisavós
certeza.
Então, não se pode dizer que naquela época a Itália, século dezenove, era as mil maravilhas, porque não era. Tinha, inclusive, pessoas que eram anarquistas e tiveram, que foram expulsas da Itália porque a Itália recusava esse tipo de ideologia.
E você tem irmãos?

Tre éh... Três irmãos. Dois do primeiro casamento da minha mãe e um do segundo casamento da minha mãe.
E como eles se chamam?

Ele é gastropediatra.

Ela é advogada. Eu sou do meio. E eu tenho um irmão caçula do segundo casamento da minha mãe, que ele parece que quer seguir carreira dentro da aviação civil, como piloto né privado. Então, o meu irmão é o mais velho. Nasci em sessenta e oito, depois vim setenta e dois e depois vim minha irmã em E seis. É um intervalo curioso de quatro anos.
Com três filhos. E conta para a gente como que foi sua infância. Você falou que você nasceu em São José.

E aí, você cresceu lá em São José também?
O que aconteceu foi o seguinte. Eu nasci em São José, mas... Passado algum tempo, nós fomos morar em Jacareí, porque meu pai tinha algumas casas lá. Ãh... Meu pai faleceu em setenta e seis e nós só viemos, nós só saímos de Jacareí depois que o meu pai faleceu. Porque meu pai ele nasceu numa fazenda em Guaíra e ele... Contraiu a doença de Chagas. Foi picado pelo mosquito daça, da doença de Chagas. O que aconteceu? O coração dele começou a aumentar, aumentar Ele foi internado aqui na Beneficência Portuguesa. Faleceu de insuficiência do miocárdio. E, ãh... Foi péssimo, porque ele morreu muito jovem.

Pelo menos olhando hoje, a perspectiva é de que o casamento da minha mãe ia durar muito tempo. E E que as coisas se organizariam daquela maneira. A ausência dele obrigou a que as coisas se, se organizassem de uma maneira... que talvez fosse a melhor naquela época, mas a o, a ausência dele começou a ser sentida ao longo do tempo.
E aí vocês estavam em Jacareí.
Aí nós estamos em Jacareí. Depois que ele faleceu, nós voltamos para São José, porque meu avô tinha comprado um apartamento para minha mãe, numa rua em São José, chamada Helena da Vineme, E nós moramos durante muitos anos lá. Não era um edifício assim de luxo, porque o edifício, só para vocês terem uma ideia, não tinha nem elevador. Então, toda vez que a gente ia com compra de supermercado, a gente era obrigado a subir escada por escada. Vocês moravam aqui em andar? Acho que eu morava no último. Mas era um par, um edifício muito bom, perto do, de um parque, que é o Parque Santos Dumont e... Na época, nós brincamos, eu tinha alguns amigos e a gente brincava bastante. E
Vocês costumavam brincar na rua? Vocês brincavam do quê?
No parque, a gente brincava bastante. Você podia brincar naquela rua, naquele na, naquela época, eu não sou tão velho assim, eu sou jovem né, tenho trinta e poucos anos de idade, mas dava para se brincar na rua na naquela época. Não tinha nenhum Tinha um parque, quer dizer, não tinha. Esses problemas que existem hoje, que as pessoas caminho fechado, para ter mais segurança, naquela época não tinha problema. O problema maior houve, porque quando eu nasci eu tive vários problemas de estômago. E eram problemas sérios. E eu tive que ser internado no hospital. Acho que isso foi um pouco durante... Um pouco depois de eu ter nascido, eu tive muitos problemas de saúde, fui internado em São José, fui internado no Prontil. Os médicos disseram que eu ia morrer, porque os problemas eram sérios, né? E E eu não sei o que houve. Minha mãe era católica na época, hoje ela é evangélica.

Uma reviravolta no quadro e... <crosstalk> Estou vivo. Você está aí bem, ótimo, graças a Deus. Mas naquela época... Foi uma fase difícil. Foi uma fase difícil. Problemas de saúde, o meu pai... tinha falecido e Então foi um, foi um período meio difícil. Era difícil lidar com a ausência do meu pai. Isso eu não aceitava por mais que me dissessem que ele tinha morrido. Mas essa ausência, como eu disse aqui para vocês, ela não foi sentida de imediato. Ela foi sendo sentida ao longo do tempo. E esse foi o maior problema. A ausência se sentiu do lon, durante o tempo. E
E em que escola você estudou?
Eu estudei em uma escola lá em São José, cha, se chamava primeiro Pernalonga, depois se chamou Gasparian.
E como que era a escola, você lembra?
A escola era ótima, porque nó, tinha um... um terreno grande lá, Era um terre, era meio que um terreno baldio, mas tinha uma quadra de futebol. E era curioso também porque tinha uma es, um... mini zoológico na escola. Então, a t, a tartaruga... Os animais eles não ficavam presos, eles ficavam soltos. Então, a tartaruga ficava solta para quem quisesse ir lá. Sabia como é, como é que a tartaruga, porque que a tartaruga andava daquele jeito. Ela estava lá. Os animais não ficavam presos. Os animais ficavam soltos. Então, eu não, tinha aula de música. Então a escola era ótima, tinham prof tinham professores muito bons, eu praticamente me alfal... Me alfabetizei lá... Uhum... Né? Tinha uma classe muito grande, mas como eu, como meu avô lia muito, e como a minha mãe também se formou em letras, também lia muito, eu comecei a ler muito desde cedo.
Muito jovem.

Eu comecei a ler, pegar os livros de filosofia do meu avô, porque meu avô tinha uma estante na sala da casa dele, que era uma coleção de livros verdes, com todos os clássicos da literatura, eh... Universal, Goethe, Montesquieu, Shakespeare, Teatro Completo. Depois eu herdei esses livros. Mas eu comecei a ler muito desde cedo. Eu não fui uma criança assim de brincar com carrinho. Os meus os os meus interesses eram outros. E aí foi que a minha família... Hum... Eh, teve que lidar com essa dificuldade porque eu pens eu pensava, eu raciocinava de uma maneira que eles nem imaginavam.
Mas como que era isso, Você lia literatura e filosofia?
É, o meu avô ele tinha essa coleção de livros verdes... Hum... E eu já manuseava, eu já tinha algum interesse... Eu achava gozado porque, sem ter nenhuma noção do que era a fala, do que era a língua, né? Depois a gente vai entendendo que existem as pessoas da g da nossa família que se comunicam e depois essa coisa vai se estendendo. A gente vai entendendo que existem outros países, que a gente vive no mundo. que existe uma cultura que tá que dá todo esse suporte para essa variedade de línguas. Mas eu achava muito curioso saber como é que o ser humano falava. Eu olhava todo mundo assim, se comunicando, eu falava, olha que coisa interessante, que que eles estão falando? Isso desde pequeno, desde pequeno. Manuseando os livros do meu avô, depois a gente vai entendendo melhor, compreendendo melhor as coisas. Nada é... Uhum... Nada é de imediato, senão vocês vão ficar com a impressão de que eu pegava o livro e já saía. <laughs> Não, não é bem assim. Tudo precisa ter um... Uhum... Um amadurecimento, né? Mas desde pequeno eu já manuseava aqueles livros.
Então, das suas lembranças, você lembra mais de você com esses livros do que com os brinquedos?
com os brinquedos muito poucos. Só tinha um brinquedo em específico que eu gostava muito, que era o Falcon. Era um brinquedo antigo, ele era um soldado, e você jogava ele no ar e ele acionava um paraquedas. Era o único brinquedo. Tinha aqueles gênios também. Talvez os brinquedos que me atraíssem mais era o que me os que me exi me exigissem raciocínio. Uhum. Brincar de carrinho, de monstro... Nunca foi... Eu jogava muito futebol também.
Eu acho que era assim, ah, ah... Tá, aí você foi crescendo, ficou jovem.

E como que era a sua vida de adolescente lá n e juventude lá em São José? Que que vocês fa faziam para se divertir?
Bom, eu... Com dezesseis para dezessete anos tive que lidar com uma coisa ruim, que foi a morte do meu avô.
Você disse que você teve muito contato com seus avós quando era

Aí meu avô faleceu em noventa e
Mas porque eles moravam perto, moravam com você?
Minha mãe, como a minha mãe era viúva, então minha mãe dava aula praticamente o dia todo. Então, ela não tinha com quem nos deixar. Ela deixava, deixava eu e os meus irmãos com a minha avó, com os meus avós, né? E eu tive sempre uma relação muito forte com eles. Acho que todo mundo na família teve. Mas quando eu tinha dezesseis, dezessete anos, que eu me, que eu vi o meu avô morrer, Eu não tinha tempo para ficar como a maioria dos adolescentes. Ai, que que eu sou? O que eu estou fazendo? Ai, de mim, que eu vou... Eu eu não tinha, não tive tempo para ter essas crises existenciais, porque toda a minha crise existencial era ver um ente querido meu, outro né, indo embora. Claro que eu tive né... ah, assim esses momentos de de de angústia, de dúvida. Mas eram coisas mais ligadas às coisas que eu lia do que propriamente, éh... um, uma coisa minha só. Quando eu vi o meu avô ali, que me disseram oh o seu avô morreu. Aí... Eu não tive De imaginar quem eu sou, não, nada disso. Era muito concreta essa essa questão da ausência. Aí eu comecei a entender o que que tinha acontecido com meu pai.
Porque você era muito pequeno Porque eu era muito pequeno.
E foi aí, aí depois, foi minha vó em noventa e cinco. Mas, bom, ligado a essa parte da ju da juventude, o que eu posso dizer é o seguinte, eu lia muito. Eu escrevia muito. Namorei muito pouco.
Você lembra da sua primeira
Lembro. Era lá de São José. Foi um namoro meio complicado, porque a gente namorou um tempão escondido. E não não podia falar que estava namorando. Ah... Mas eu namorei muito pouco lá em São José. Muito pouco. Muito pouco. porque era toda a questão da do dos livros e a música também. Né? Você gosta de música? Gosto bastante de música. Eu gostava muito... Naquela época, todo mundo estava ouvindo, eh, esses grupos tipo Nirvana, mas eu também ouvia outras coisas.
Ahn? Que que você gostava de ouvir?
Eu gosto de ouvir música clássica, eu gosto de ouvir jazz... Eu gosto de ouvir músicas. O que eu não gosto é o barulho por si só. Eu acho que a música ela tem que ter uma razão de ser. Se ela tem que ter uma letra, a letra tem que ter uma razão de ser. Porque o barulho pelo barulho E muitas... Não vale a Não, porque tem muita gente que vai nesses shows, tipo Sepultura, e nesses shows todos, e o cara só... E você não entende nada que a pessoa diz. Pelo menos o Sepultura eu depois tive a oportunidade de ver, de ler as letras, e realmente tem muita coisa ali que tem conteúdo. Mas eu ouço jazz, eu ouço música clássica, Por exemplo, eu tenho seis tios. As Minhas... É seis ... Quer dizer, eu tenho mais tias do que tios. As minhas três últimas tias, as que de, as que demoraram um pouco para sair de casa...

Ela ouvia outras coisas também, mas ela ouvia muito o Milton, Lo Borges.

Então ela tocava Bach, Beethoven. O meu avô gostava muito de ópera né Eu tive a oportunidade de, de assistir vários...

Ele falava, ele fazia assim com a mão.

a boca para cantar, meu Deus do céu.

Você concorda com o seu avô, então?
Não, concordo, porque a gente vê as gravações hoje remasterizadas, porque hoje, por exemplo, ele que entende de de câmara, ele entende até melhor do que eu. Quando você remasteriza esses materiais antigos, como mas, remasterizaram o do do Caruso, aí você vê a qualidade da voz de um artista como ele.

Então, quer dizer, eu estive dentro da casa. Ela gostava também muito de ouvir ... Ãh ... Alceu Valença. Quer dizer, ela gostava de ouvir Tudo, <crosstalk> Ela foi dark uma época, hippie, dark. Eu, eu me lembro que ela usava uns setenta e cinco, eu deveria ter uns... três anos de idade. Eu me lembro que ela usava um saião assim e todo ano ela ia para a Bahia. <laughs> Tinha muito doido. Até hoje a gente se dá bem, conversa para caramba.
E você convivia bastante com elas também?
Também convivi muito com elas.
Então você foi ouvindo de tudo também?
Oi?
Você ouvia de tudo também né Eu ouvia de tudo. <crosstalk> As músicas de todas
As influências musicais começaram justamente nessa mesma época em que eu vivi muito com os meus avós. Então os livros e a música foram uma, uma das coisas muito presentes. Meu avô pintava, meu avô tocava violino. Eu tenho um quadro em casa que, que ele pintou, né? Jesus com as ovelhas à noite, né?
Que legal.
Então, a atividade... Minha tia, por exemplo, se formou em... Minha tia de, se formou, estudou aqui na eca se formou como artista plástico.
Então, a arte estava muito presente na sua casa.
Muito presente. Então, o que aconteceu? Quando foi para definir a profissão, que cada um escolheu uma profissão, eu fiquei um pouco, m, eu fiquei um pouco em uma situação difícil. Porque todo mundo me obrigava a ter uma profissão.
E você não queria ter?
Não, não que eu não quisesse ter. Eu queria ter. Mas é... como é que eu posso dizer? Como eu já escrevia, Eu já es, lia muito e já escrevia. Eu cheguei a fazer dois cursos universitários, mas que não foram, assim, para mim, na época, satisfatórios.
Você fez que que cursos?
Eu fiz um curso em São José, o primeiro de letras, que eu fiquei pouco tempo lá. O problema é que A universidade, ela tinha.

Tinha que ler isso. Mas eu já estava lendo outras coisas. Enquanto eles estavam lendo algo... Por exemplo eles já, o que eles estavam lendo é o que eu já tinha lido há muito tempo atrás.
Mas você não conseguiu se encaixar.
Não, não é... É porque... Eu acho que para estudar, você tem te, você têm que ser estimulado... Pela curiosidade. Se a pessoa não é estimulada a ser curiosa, ela não vai ler outras coisas, ela não vai criar algo próprio, que é o que eu queria fazer. Eu acho que toda essa, toda essa questão do da literatura, que entrou logo de início na minha vida, Foi uma coisa que, até então, a minha família me tratava como, ãh, como se eu tivesse um problema mental. Como se eu fosse, assim, louco, porque eles não entendiam o que eu falava.
O que você falava?
Não, eu, por exemplo, eu lia um romance do Kafka, por exemplo, O Processo. Aí eu falava...
Você queria comentar com alguém. Comentar com alguém.
Por exemplo, acontecia muito de alguém na na família pedir opinião para mim sobre algum livro. Às vezes eu falava de um determinado livro e eles às vezes não entendiam. Então, às vezes, eu creio que pode ser muito forte essa palavra, assim, doente mental. Mas o que eu acredito é que eles talvez não compreendessem bem o que eu falava. Em geral é muito difícil. Eu tenho poucos amigos.
Você é tímido?
Não é que eu sou tímido, é que eu fico com medo é de me machucar. Aqui não. Mas, você falar certas coisas publicamente para as pessoas, ah... eu tenho muito medo de de me machucar. Eu tenho muito medo de falar para a pessoa, olha, esse livro aqui é maravilhoso, eu leio e tal, porque tem determinadas pessoas que, diante de uma atitude positiva, enxergam uma coisa negativa. E isso eu não entendo no ser humano. Porque muitas vezes eu apresento, eu falo de algum livro, de alguma obra de arte, e as pessoas entendem completamente pelo contrário.
Entendi.

E você acha que o seu senso crítico foi desenvolvendo ao longo do do que você foi lendo? Do que você foi
Porque não foi só a literatura. Foram também as outras formas de arte, como a música, a música clássica também, mas as artes plásticas, pintura, escultura, fotografia, e indo muito a museus.
Você ia em museus em outras cidades?
Aqui em São José, aqui em São Paulo, lá em São José, eu não posso dizer que a cidade seja muito boa pto, culturalmente, porque não tem praticamente nada para se fazer em São José. Nada, nada, nada, nada, nada.
Aí você vem para São Paulo?
Eu vinha para São Paulo.
E aí você estava contando, você fez o curso de letras... Aí eu fiz o curso de letras...
Não era satisfatório para mim permanecer no curso, porque o curso não estava me ime nstigando à curiosidade, não estava me instigando a a nada. Eu percebi que seria melhor continuar sendo autodidata, que é o que eu sempre fui, do que permanecer no curso. Depois eu fiz psicologia, fiquei dois anos e meio lá. Tive uma professora muito boa de filosofia. Aprendi muitas coisas, mas também para mim não não foi satisfatório. Não chegou a concluir? Não cheguei a concluir. Eu já estava lendo outras coisas. Tinha vez que eu matava aula lá e ia para a biblioteca. Ia ler outras coisas. Eu estava muito cansado daquele... como se diz em francês, c'est la même chose, a mesma coisa todo dia. E ver as pessoas des, despreparadas para um debate mais aprofundado sobre qualquer assunto. Não quero generalizar. Tinham pessoas ali que realmente tinham a cabeça mais aberta. Mas não posso acreditar... que elas se tornaram psicólogas. O que mais me detestou nesses dois cursos foi ver que as pessoas queriam apenas e tão somente o diploma.
Você disse do francês, você estudou línguas também? Ou na faculdade de letras você teve alguma coisa?
Na faculdade de letras eu tive muito pouco. Porque, por exemplo, esse contato com literatura estrangeira eu tive desde o pri, desde o primeiro momento em que eu comecei a descobrir os livros de literatura inglesa da minha mãe.

Shakespeare. Todos esses livros eu tive contato quando eu comecei a descobrir esses livros da época em que a minha mãe estudava no no Mackenzie. E para mim foi... Ótimo, né? Shakespeare, elambu... Eu tenho um livro lá que é uma coletânea com vários escritores ingleses, né? Byron, Keats... E até hoje eu eu leio esses livros. Você relê eles, Releio Esses livros que fizeram parte da coleção do meu avô, eu acabei herdando. Porque com a morte dos meus avós... eu acabei lendo esses esses livros, que me ajudaram muito a lidar com a ausência deles. E aí que eu entendi o que tinha acontecido com o meu pai, como eu falei, acabei de falar aqui. Aí eu entendi o que que tinha acontecido. E aqueles livros me serviram muito para, para aperfeiçoar a minha escrita, para me aperfeiçoar como pessoa também, né?
Aí você desistiu do curso de psicologia também.
Desisti do curso de psicologia, e de letras.
De letras primeiro e depois de psicologia.
Depois o de psicologia.
E aí você só continuou escrevendo.
Só continuei escrevendo. O que aconteceu foi que em dois mil e quatro... De... isso para dizer o seguinte, em noventa e cinco eu já estava escrevendo, já tinha a intenção de fazer um livro, já estava ganhando dinheiro com isso. Mas ainda não tinha, parece que naquela época, a ideia do livro eu tinha. O que eu não queria fazer ãh era um livro sem nenhum conteúdo. Em Em dois mil e quatro, eu comecei a fazer um livro de poemas à mão. E aí as pessoas começaram a desacreditar, a desacreditar, a desacreditar, a desacreditar. Porque a gente vive num período, as pessoas dizem isso, que vivem num período de muita tecnologia, de muita informação. Então, com essa necessidade de ter que escrever um um um livro à mão. E aí eu comecei a fazer um por um a mão e vendendo. No momento em que eu comecei a ganhar dinheiro, aí minha família começou a ver tudo com outros olhos.
Você fazia à mão mesmo? A mão
eu faço. Eu doei um livro aqui para o, para o museu, que eu fiz ele todo à mão, são quarenta páginas. Mas eu já fiz livro de vento e vinte e duas páginas, já fiz livro de noventa
De setenta. E que momento que você começou a vender seus livros?
Eu comecei a vender nesses últimos... Praticamente quatro anos, né? Porque praticamente nós estamos em dois mil, quase que em dois mil Só fazem três anos e meio que eu vivo disso.
E onde que você vende seus livros?
Eu procuro, eu não fiz site, eu não criei página no Orkut, não criei página em nenhum lugar nenhum. As pessoas me encontram... Às vezes já teve casos de eu vender livro aqui em São Paulo, de pessoas que me encontram, ah, você é escritor, você faz livro à mão, então eu quero comprar um exemplar do seu livro.
Virou uma coisa de boca a boca, então.
Virou uma coisa de boca a boca. Eu acho que o que a minha família demorou para entender é que nesse período dos Foi todo o período em que aconteceram muitas coisas comigo... ah ... falecimento de parente, livros que eu li, experiências que eu tive, e que agora eu con, eu consegui transformar todas essas experiências num livro. De tal modo que, hoje em dia, essa noção de que eu falo alguma coisa e elas não entendem, Desmanchou. Eu acho que existia muito esse mito, que elas não me entendiam, porque... falar sobre um livro, falar sobre uma obra de arte muito complexo E na cabeça deles talvez eu não tivesse formação acadêmica o suficiente para tecer algum comentário a respeito disso. Mas eu acho que todas essas essas ... Esses pormenores foram se desfazendo. Hoje eu penso em voltar a estudar, a concluir um curso superior, mas ãh... já tendo uma ideia do que eu quero fazer. O que eu não quero é criar uma obrigação para mim mesmo e depois ter que ficar reclamando disso. Muito embora hoje eu esteja fora da universidade, eu posso ler as coisas que eu, que eu gosto né, eu posso tecer algum comentário, mas eu ãh... acho bobagem éh... Éh vamos dizer assim, desqualificarem a minha o minha opinião só porque eu não tenho uma um um diploma. Acho que não é por aí. Eu acho que toda a formação. do escritor, do pintor. Não é uma Ele pode passa. Ele pode ter uma formação acadêmica, mas quem vai desenvolver, quem vai escrever o texto, quem vai pintar a tela, é ele. Então, acho que minha família demorou muito para perceber que, para eu fazer o livro, tive que ma a ama... amadurecer essa ideia durante muitos anos. Mas acho que se qualquer coisa... O que acontece? Para você formar um artista, são muitos anos. Agora, eu acredito que qualquer pessoa que amadureça uma ideia, qualquer se, que seja ela, até mesmo de ser médico, como foi o caso do meu irmão, do dia para a noite. Eu tive uma prima, por exemplo, que ela fez seis meses na fau e depois ela se formou em medicina na na Unicamp. Entende? E o que eu sofri é é o que a maioria dos rapazes sofre. É... Como é que você vai ganhar vida? E se você namora alguém, como é que você vai fazer essas cobranças todas? Eu tive que lidar... É ... com tudo isso. Só que eu não... Por exemplo, hoje eu não tenho carro, mas não não não vejo nenhum orgulho em alguém ter carro. Eu não tenho, e já faz muito tempo que eu não tenho i isso. Então eu não entendo, eu só não entendo na minha família como determinadas bobagens são levadas a sério. Não, porque tem que ter carro, porque, ãh, tem que ter conta em banco. Eu nunca, eu nunca tive celular. Um. Vocês me derem uma, um celular, eu não sei manusear. Então, todo mundo julgava que eu ia enfrentar problemas diante da minha inadaptação a esse tal mundo prático dos adultos.
A tecnologia.
A tecnologia. Pois bem, já se passaram tanto, tantos que eu continuo ah... tendo a m, a mesma postura crítica diante dessas coisas sem, éh... Sem me desmerecer. Sem me, sem me desmerecer e sem me desmerecerem. Você vai perguntar para uma pessoa hoje em dia em São Paulo se ela quer vender o carro dela e andar de bicicleta? Oitenta porcento das pessoas quer deixar o autom, o automóvel em casa e andar de bicicleta. Então como é, essa é a minha perplexidade? Por exemplo, namoradas que eu tive e que me jogavam isso literalmente na cara. Como é que você vai fazer para viver a vida? Você não pode viver desse jeito. Porque no fundo, no fundo, principalmente a minha segunda namorada, com quem eu namorei duran durante um ano e três meses, ela queria comodidade. Ela queria... Eu sou cavaleiro. Eu amava muito a minha segunda namorada. Nossa, mas eu fiz, assim, horrores por ela. E chá chalé em Santo Antônio do Pinhal, que é uma cidadezinha próxima a Campos do Jordão, e casa do meu avô, que meu avô tem uma casa lá no centro de Caraguatatuba, e nós fomos para lá. Nossa, o que eu amei! Essa menina, vocês não têm noção. Não me arrependi. O namoro acabou. Não me arrependi de ter feito tudo que eu fiz por ela. Mas não dá mais para você viver num mundo assim que você tem que namorar com uma pessoa e a pessoa tem que, olha, eu quero o carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Tudo tem que ser conquistado. Tudo tem que ser trabalhado. Tudo tinha. Quando eu era a, ah... adolescente, não faz tanto tempo assim, se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que correr atrás. Então, quando eu voltei com dezesseis anos de idade, não foi nem, por exemplo, religião, o que acreditar, o que pensar. Ninguém me prensava pela parede. Ninguém me colocou numa numa posição dizendo o que você pensa, no que você vai acreditar, você tem fé no quê.

Eu também tive que que que... que elaborar tudo. Ou seja, vocês podem ter uma ideia de que depois que o meu avô, o meu pai morreu, eu tive que elaborar tudo na minha cabeça. As namoradas que eu tive, por exemplo, minha segunda namorada, eu disse assim para ela, nós vamos andar de ônibus porque eu não tenho carro. E ela aceitou até certo ponto. Depois ela foi se queixando. E eu cheguei para ela em determinado momento do nosso namoro e disse o seguinte para ela, se você quiser ter um carro, você vai comprar um carro, você vai pagar o I pe ve a dele, se estourar um pneu, arrebentar um motor, tiver um problema mecânico, você vai ter que ter dinheiro para, para o carro. Porque é assim que as coisas, é assim que é, funciona quando você tem um carro.

É, claro. Né
Então, quer dizer, o que eu não entendo no ser humano, nesse aspecto da linguagem e da comunicação, é como a mídia impõe determinadas bobagens, me desculpe dizer assim, e as pessoas acreditam que é necessário ter um carro, que olha você chefe de família, olha você mulher, para ser independente. Quem disse Quem pode dizer isso? Que a independência da mulher é ter carro e o, e a independência do homem é ter carro? Quem pode afirmar uma coisa dessa? E eu tive que conviver com isso, com essas queixas de garotas que gostavam de mim, mas que go, me gostariam muito melhor se eu estivesse dentro de um Mercedes-Benz do que andando a pé.
E você não acha que assim, é ... você, tudo bem que você você disse na faculdade, você já estava lendo coisas que, né, bem mais para frente que as pessoas estavam lendo, por exemplo, na faculdade de letras, de psicologia. Você não conseguia sentir, então, que que a faculdade era um espaço para você estar ali discutindo as suas ideias? Pelo menos a faculdade que você fazia?
porque já o, <crosstalk> Seria se eu estivesse em sessenta e sete, sessenta e As pessoas não têm mais o que dizer dentro das universidades. Elas não fazem nem ideia do que faz, do... Do porquê que elas estão ali.
Então voc, a sua forma de comunicação são os seus livros, são o que que você escreve.
o que eu escrevo, o que eu leio, o que eu vejo, né? Porque também passou muito pela questão do dos filmes, do cinema europeu, que eu sempre apreciei, que eu sempre gostei de assis de assistir muito, né?
Certo, isso é uma forma de aprendizado, que você aprendeu com tudo isso
Já vi muitas, muitos filmes hó eh, hollywoodianos verdadeiras tolices, entendeu? Mas é bom, às vezes, você também ver, para você também ver, assim, olha, existe o ruim, mas também existe outra coisa que é para você ter um parâmetro

Sobre o que você escreve? Sobre o que são
Eu. Eu escrevo experiências que eu tenho, escrevo também muito, éh... em cima de coisas, não só das experiências que eu tenho, mas de coisas que eu leio. Não sei se cabe aqui, se vocês vão querer que eu leia alguma coisa.
Se você quiser ler um tre, um trecho de alguma coisa?
É. Eu vou ler um trecho de um poema recente que eu fiz, só que ele tem três páginas. Tem problema?
Você não vai ler o trecho? Ou vai ler ah, as três páginas, é o poema inteiro ou é o trecho?
É o poema inteiro. Eu vou
<crosstalk> Você quer ler o poema todo? <crosstalk> Não, não, eu posso ler um trecho. Você que decide.
O poema é mais ou menos assim. Esse poema é recente, foi um dos últimos que eu fiz. Céu de infinitas interrogações, de suas matérias voláteis, quase microscópicas. Céu de poucas metáforas, porque não se condensam dela a linguagem. Assisto ao ensaio de outros desenhos na atmosfera, que com os olhos fechados deixo penetrar na alma, na sombra das nuvens, repouso em insignificância. Esse sentimento de grandeza que apenas o espírito oferece. Depois de uma longa labuta, pequenos sonetos, pequenas histórias, penetro no infinito, o rio de palavras que emana do inconsciente. As interrogações des, se desfazem nesses ácidos rolando na chapa de ferro. Desenho neles, mas nada se renova mais na inquietude do universo. Por isto os gênios não dormem até escutar o gemido da Esses meus versos sublimes nascem do cerne da liberdade, dos artistas nobres, de suas vidas frágeis. Memória, este rastro que não queria deixar. Ãh Não encontrei repouso quando li sobre outros artistas. Aliás, encontrei toda a censura do mundo contra os servos do abstrato. Nenhuma estrada, nenhuma cidade, nenhuma folha de papel será minha medida. A me medida está no silêncio que se oferece de graça no reino das musas. Mas nesse apenas silêncio se desdobra toda a fúria cerebral da matéria que se expande até se transformar em língua. Reino das musas, por que não se suporta sua in, sua ínfima presença, posto que apenas... Para demonstrar isto, d, amassei folhas e folhas, rabisquei e fiz mapas, tentei fazer uma obra-prima para vicejar essa forma nobre, modulando na espiral do tempo.

Esse foi um dos últimos que você fe...
Esse foi um dos mais recentes, né? E que já vai fazer parte do material do novo livro, eu estou começando a organizar. Mas são coisas que demoram muito para para surgirem, demoram muito para serem escritas.
E você lembra assim qual o primeiro livro que você vendeu? Como que como que foi? Você sempre escreveu aí você falou, aí, e esse eu vou vender. Ou alguém falou, aí, eu q, como que foi?
Primeiro foram para prox para as próprias pessoas da minha família. porque aquela história deles não entenderem o que eu falava. E aí quando eu passei a organizar tudo num livro, aí eles começaram a ter alguma noção. É bom lembrar o seguinte, do do período em que o o o a o meu avô faleceu, eu tive um pequeno problema. Só vou pegar o copo d'água aqui para... Eu tive um pequeno problema chamado distúrbio obsessivo compulsivo. Que que era isso? Eu, depois que o meu avô faleceu, eu cheguei a vestir a mesma roupa durante um mês. Então eu estava péssimo comigo mesmo e com toda a situação. Eu não tinha como desabafar aquilo. E também eu tinha muito... Essa minha timidez é um pouco assim, de ser muito sincero no que eu falo. E às vezes eu fico com medo de machucar as pessoas com aquilo que eu penso. E aquilo era uma forma de demonstrar como aquilo me desagradava muito. Ver um parente meu indo embora. Sugeriram que eu fizesse terapia.

Desde cedo, até depois quando eu tive, quando eu era criança, até depois quando eu tive esses problemas de estômago. Aí, até na época em que eu estudei no Gasparian, eu tinha falado, não sei se para alguma professora lá, que eu tinha inventado uma língua própria. Aí que todo mundo endoideceu completamente <laughs> porque falou, esse menino criou uma língua própria.

Mas você tinha criado uma língua pró...
criado uma língua própria, tudo. A Inclusive, eu tinha mostrado a grafia dessa língua nova. Então, eles... Já naquela época, os meus familiares já não sabiam bor onde.

E ela sempre muito preocupada, porque ela viu que as crianças estavam aqui e eu aqui. Você diz isso... Do ponto de vista de compreensão de mundo e tudo mais. Não que eu estivesse separado delas, não é isso. Eu elas estavam aqui e eu e eu estava aqui. E isso foi progressivamente. Depois que o meu avô faleceu e que eu vesti a mesma roupa durante um mês... Eu comecei a fazer terapia e aí com o meu psicólogo eu comecei a falar com ele todas as coisas que os meus familiares não conseguiam en entender.
E ele te entendeu?
E ele me entendia. Ele entendia porque que eu estava, porque que eu tinha vestido a mesma roupa durante o mês. Ele tinha entendido o porquê desse meu sufoco de lidar com a ausência. Porque depois em noventa e cinco quem faleceu foi minha avó e aí foi mais difícil. Uhum. Muito mais difícil. As coisas começaram a se acertar de dois mil e três de dois mil e três para Quando eu fiz o livro, comecei a vender muito, muito, muito.
Você ia contar isso como é que começou, você não contou.
Não, não, eu fiz o livro. Eu tinha feito o livro em dois mil e quatro e comecei a vender para os meus familiares. E aí eles ficaram deslumbrados de ver como é que eu tinha organizado um livro daquela maneira. E aí eu comecei a vender e a viver disso. Eu já tinha terminado o meu namoro. E aí é interessante, né? Porque quando a gente está namorando, não tem dinheiro. Aí quando a gente está sozinho, aí sobra dinheiro, mas não tem namorada. <laughs> Então é uma si situação paradoxal, <laughs> né? Uma situação totalmente inusitada. Eu tinha bastante dinheiro, mas não tinha namorada. Mas quando eu tinha namorada, eu tinha que pedir pelo amor de Deus. Eu nunca tive isso também. De pedir, ah, mãe, me empresta a chave do carro. Nada disso. Nunca tive essas, ah, se eu passar numa universidade, vou ganhar uma viagem para Porto Seguro. Nada disso. Como eu falei aqui para vocês, tudo que era meu eu tinha que batalhar. Show da Alanis, que eu assisti aqui em noventa e cinco em São Paulo, foi com dinheiro do meu livro. Eu não pedi para, mamãe me dá, não, nada disso. Foi com dinheiro meu.

Nada de parente no meio. Eles começaram a me apoiar muito nesse sentido de eu ter feito um livro à mão e, e sair vendendo para as pessoas que eram interessadas em comprar. Eu vendia, assim, por mês. Tinha épocas, em dois mil e quatro, que eu vendia, assim, cinco livros.

Numa semana, às vezes eu vendi uns dez livros
Mas eram livros diferentes ou não?

O mesmo livro? Porque assim, eu faço os meus livros um por uma mão, só que eles são totalmente diferentes um do outro. Eu não faço nada em padrão. Cada livro que eu faço, eu faço de um jeito, de uma maneira utilizando materiais diferentes. Inclusive, alguns livros que eu comecei a fazer, eu fazia assim, cada página eu fazia de um jeito, usando um material diferente do outro. Aí todo mundo falava, mas isso gera uma dificuldade fazer o livro. Para mim, em geral, não não tem problema fazer o livro assim. Não namorando, aí eu tinha mais tempo para poder fazer os livros um por uma mão, porque eu ficava até, quando tem que vender mais de um livro, aí eu tenho que ficar trabalhando de madrugada. Tinha vezes que eu ficava até trabalhando de madrugada, tinha vezes que eu... Era tanta coisa para escrever que eu ficava duas, três horas da manhã escrevendo e tinha vezes que eu pegava o manuscrito e fazia assim. De tão cansado que eu ficava.
E por que escrever à mão?
Para mim Para mim, então, justamente, eu acho que a tecnologia, ela ajuda, mas num processo criativo, não. Porque quando você vai criar algo próprio, ah... você nunca. Se você faz mediado por uma tecnologia, a tecnolo, aquela tecnologia pode, às vezes, viabilizar a própria ideia. Inviabilizar, né? Então, se eu quisesse fazer um um livro à mão, eu teria que me abdicar total e completamente até de máquina de escrever. Eu tenho máquina de escrever em casa, mas eu não a utilizo por quê? Porque aq aquele barulho do do tec-tec diz, por mais incrível que possa parecer, desconcentra. Dizem que o Marcel Proust, Proust né?! Na. Quando ele foi escrever o... os volumes do Em Busca o... Do Em Busca do Tempo Perdido, Lá no Museu de Paris tem um escritório que era feito de cortiça, porque ele não queria que nenhum barulho o incomodasse. Tem lá um escritório dele lá feito de cortiça, que é um material hiper grosso né Eu, quando escrevo, procuro escrever Não é à noite ou de manhã. É no. Às vezes tem que ser no silêncio.
Você já escreveu vários livros.
Vários.
E sua mão está boa ainda, né?
<laughs> Não, às vezes eu tenho que poupar um pouco o braço em função para não sobrecarregar o meu ombro, para não ter uma bursite. Eu gostaria muito de poder contratar um, uma secretária ou alguém para poder editar as coisas que eu, que eu... Mas isso... É impossível. Não tem como você pedir para alguém editar o que você escreve. Fica uma coisa também muito mecânica. Pouco produtiva quando você está pensando em construir um livro. Mas eu procuro poupar um , poupar um pouco o meu braço. Agora, no final do ano, eu estou escrevendo um pouco menos. Só estou escrevendo material novo. E só. Porque agora também não adianta escrever um livro de noventa páginas. Né. Isso requer... Para você fazer um livro de noventa páginas, você tem que trabalhar... Eu tenho que, pelo menos, trabalhar durante duas semanas assim. Sem parar. Sem parar. Né. Então, em dois mil e quatro comecei a vender esse livro. E vendi bem. E fui sempre ah... apresentando material novo, ah, fazendo ele um por uma mão. E aí muitas pessoas começaram a ficar curiosas em saber porque que eu estava fazendo um por uma mão. Em São José eu não, eu não, eu não procurei nenhuma instituição pública lá, porque a questão cultural em São José está muito fraca. Está muito difícil. E eu... Sempre aconteceu isso, o livro cair na mão da pessoa certa, na hora certa. Que bom. Às vezes eu ficava com um livro... Um livro, durante algumas semanas. Eu falei assim, meu Deus, nada de vender. Mas, de repente, aparecia alguém que dizia, eu quero comprar o, o seu livro.
Mas, e uma forma de exposição, você fez?

Nem página na internet, nem página no
Na praça? <laughs>
Não, nada, nada, nada. Ninguém sabe que eu escrevo. Em São José, eu tenho poucos amigos. Porque as pessoas lá são preconceituosas.

Em São José, as pessoas são muito preconceituosas. Elas não aceitam o diferente. Outra coisa que eu fiz, talvez a, foi a maior ousadia que eu tive quando eu tinha dezesseis dezessete anos, foi ter raspado o cabelo.

Você raspou com essa idade?
Raspei com essa idade.
E nunca mais deixou o cabelo crescer?
Nunca mais, já faz praticamente dezesseis anos, nós estamos em dois mil e sete, eu raspei em dois, em noventa e um noventa e um, dezesseis anos.
Você raspa o cabelo sempre?
Eu raspo o cabelo. E E aí... Mas por que?
Você gosta?
Não, eu tinha, eu sou um ser calorento, né? Então, é , eu, eu tenho muito calor na cabeça. E... Assim, eu peguei uma... Eu me lembro que eu tinha ba bastante cabelo. Eu não tinha nenhuma noção de como era raspar a cabeça, Hoje eu tenho.
Também, dezesseis anos.
Mas naquela época eu eu cortei o cabelo de tal maneira que parecia assim tufos, né? <crosstalk> Mas você que cortou? Eu cortei. <crosstalk> Com a tesoura? É, cortei com a tesoura.

Antes eu tinha, como. Antes eu tinha começado a cortar com tesoura, depois eu fui aperfeiçoando a técnica. <laughs> Eu cortava com uma tesoura pequenininha, eu cortava todo o meu cabelo. Hoje eu já utilizo... <crosstalk> Máquina de barbear. Você não corta no cabeleireiro, no barbeiro?
Nunca cortou?

Já cortei durante alguns anos, mas hoje em dia eu mesmo raspo meu cabelo com um simples aparelho de, de barbear. Mas isso criou, você entende, um outro problema. Que era o quê? Aí que, talvez nesse caso do do do do do de não se entender o o que eu falava assim em relação aos livros, talvez a minha minha família... não entendesse o que eu falava por se tratar de uma coisa assim absolutamente intelectual. Mas aí quando eu raspei o cabelo, aí parece que o o o a, as pessoas, todo o comportamento das pessoas em relação à minha pessoa mudou. Inclusive, quando se trata de namoro, ixe aí a coisa complica ainda mais. Porque quando se trata de amor, aí que as pessoas são mais pres, um pouco... Não quero, obviamente, generalizar, mas existem muitas garotas com quem eu já tive quase que oportunidade de namorar. Ah, você deveria deixar o cabelo crescer e patati, patatá, essa coisa toda. Obviamente deixaria o cabelo crescer, mas é é tudo na base da imposição. Né. Então, já teve gente que foi atrás de mim porque achava que eu era neonazista. Ih, você parece alemão. Eu falava assim, gente, vocês tem, eu não tenho nenhuma tatuagem, no braço, nada, aqui. Nada, nem na boca, nem nada do corpo, não tenho nenhuma tatuagem, não. Suástica? Deus me livre. Nada disso. Então essa foi a maior ousadia. Maior aventura, né? Mas não me arrependo disso, porque eu acho que hoje em dia existem mais homens com cabelo raspado do que há dezesseis anos atrás.
Lembro.
Hoje em dia, oh ó a quantidade de homem que tem o cabelo raspado.
Ah, e depois que os jogadores de futebol rasparam?
Não, e e outra, eu não raspo sempre. Eu raspo de vez em quando. Agora, inclusive, vou deixar crescer um pouco. Mas se o calor começar a ficar insuportável, eu tenho que pensar no meu bem-estar. Entende? Eu não vou ficar sentindo o calor... porque uma garota vai deixar de gostar de mim. Eu já estou há praticamente cinco anos sem saber o que é namorar com alguém. E amigos, então, olha, é difícil. Hoje em dia os amigos são cada vez mais raros. Eu tenho uma amiga aqui em São Paulo. Ela está para ser ordenada freiro ou irmã ano que vem E a gente só se encontra em dezembro. Porque ela não pode sair de lá. Mas a gente se fala muito por carta. Eu escrevo muitas cartas para ela, a gente se corresponde muito. Mas amigos mesmo, em São Jo, em são, mas Acho que não é só em são José não. Acho que em geral, está muito, a convivência com as pessoas está muito difícil.
Então, o seu contato é com a sua família mais, então, lá em São José?
Não, eu eu conheço muitas pessoas... <crosstalk> Mas de maior intimidade, assim? Não, eu conheço muitas pessoas lá em São José, mas se você me perguntar, ah, você visi, visitou a casa de alguém? Nunca me convidava para nada. E eu tenho certeza absoluta que é por causa das minhas posições em relação à arte, em relação a algumas coisas que eu penso, né, que eu sou, de uma certa forma, eu sofro essa essa esse repúdio em função disso. Eu não tenho outra explicação para dar. O único repúdio que eu não sofri... foi em relação aos autores que eu li. Porque eu tenho intimidade com eles. Entende? Quando eu fico muito triste, ah, ou muito chateado com alguma situação, eu recorro aos clássicos. Não para resolver um problema.
Mas que isso te faz bem.
Mas me, isso é algo que me ajuda. Agora, acreditar que, éh... que as pessoas em geral, como eu já ca, falou aqui várias vezes, de ter poucos amigos, inclusive de ambientes sociais que as pessoas frequentam, essa história de ir em barzinho, essas coisas todas, ninguém me convida, não. E eu não sei, eu não posso imaginar o que há por trás disso. Eu posso imaginar que as pessoas estão um pouco assim, elas não sabem lidar com o diferente. Ah, com certeza. É
E assim ãh, você é muito novo ainda, mas... De toda e, tudo isso que você viveu, quais foram as maiores lições que você teve? De toda essa sua tra trajetória de vida até agora, as maiores lições que você tirou? <crosstalk> Você já está dizendo várias delas para a gente agora. Mas se tiver mais alguma coisa que você... Não, veja.
A minha não, a minha éh... ex era gordinha. Então, o que acontecia? As pessoas a discriminavam, jogavam tudo, toda o, a discriminação que elas tinham em relação a mim, elas jogavam na minha namorada, pelo fato de ela ser gordinha. O que me assusta um pouco, vivendo na época que a gente vive, é que as pessoas não não não levam em consideração a beleza interior que têm. Tudo é cosmético. Nada contra o cosmético. Eu uso protetor solar para não queimar na rua. Mas tudo hoje em dia virou motivo para éh, se, éh... Para se investir na aparência das pessoas. Então parece que o status quo... o establishment, estabelece assim, o homem tem que ser assim, assim, assado, e a mulher tem que ser assim, assim, assado. Aí todo mundo trabalha, casa, sei lá, tem seus filhos, amigos e tudo, mas todo mundo vive a sua vida e, paralelamente, as pessoas tendem a viv a a buscar esse padrão. Pode ser que existam pessoas que não busquem, Mas a maioria busca esse padrão e acredita piamente que esse padrão é o pa é o que padrão que pode trazer felicidade. Só vou pedir para... porque eu vou querer ir no banheiro.
A gente já está acabando também. Pode ir lá.
Então, o que acontece? O exterior, o interi, a beleza interior, ela é desconsiderada. E a beleza exterior é essa que, infelizmente... Então, ãh... eu gos eu gostava muito dessa minha até então namorada. Ela tinha os conflitos lá dela, que ela queria emagrecer e, e tudo mais. Mas, sabe, você vê que o ser humano está... A violência contra o outro, eu acho que é uma violência que surge em primeiro lugar contra o ser humano mesmo. Se você não está tranquilo.. E eu não quero aqui dizer, falar alguma coisa do ponto de vista religioso, porque nem isso os meus avós me oprimiram. Meus avós foram católicos a vida toda. Nunca eles falaram, reza o meu filho uma ave maria, senão você vai para o inferno. Nunca ouvi isso.

Nunca, não fiz primeira comunhão. Tá Tem algumas pessoas que são católicas assim, que, ai, você não fez primeira comunhão. Eu falo, olha, eu respeito quem é católico, respeito todas as religiões, mas nesse sentido os os meus avós nunca me obrigaram. Então, éh... essa, essa essa ausência de apaziguamento... De de tranquilidade, quando você está com as outras pessoas, você vai evidenciar isso de uma maneira ou de outra. Você vê que as pessoas en estão intranquilas do ponto de vista social, as pessoas querem ganhar mais dinheiro, as pessoas querem ter uma quali, um padrão de vida melhor, mas tudo isso a custa do quê? Né de a... de aparências. E como eu raspei meu cabelo com dezesseis anos, para dezesseis, de dezesseis para dezessete Porque, realmente, quando eu disse assim, até você ficou um po... Quando eu falei do de de de que a minha família me dizia que eu era um pouco assim, que eu tinha um problema mental, quando eu falava sobre obras de arte e tudo mais em que eles não entendiam, você imagina eu, ha m, com o cabelo raspado, o que que isso não passa pela cabeça das pessoas? Me desculpe dizer isso, mas o que passa pela cabeça das pessoas é só bobagem. Porque a as pessoas têm uma dificuldade de lidar com o diferente, de não ouvir o outro, de querer rotular, de querer categorizar. Você entende? Lá em São José é uma dificuldade... Eu acre, eu f, eu só pontualizo lá porque eu moro lá. Mas eu não gosto de São José. Em função disso. Mas nada me proíbe. Nada, graças a Deus, me impediu de de de viv de viver. Eu acho que eu não teria escrito nada do que eu tenho escrito hoje em dia... Se não fosse pelos meus avós, se não fosse pelo meu pai, se não fosse as influências literais e art e artísticas que eu tive, nada disso teria acontecido. Ou até mesmo o meu psicólogo, que quando eu terminei o namoro, eu voltei a fazer terapia com ele, que ele ah a achou um absurdo. Porque quando eu comecei a namorar, eu parei tudo. Parei de escrever, parei de ler, parei de tudo. Ele diz, não é você pe, querer parar sua vida por causa de uma pessoa. Entende? Então, eu acho que hoje o os textos, se eles estão melhores... Pelos comentários de pessoas, inclusive, eu tive a oportunidade de mandar um livro meu para uma amiga, uma pessoa que é professora de literatura na Universidade Federal do Espírito Santo. E ela me mandou uma carta, uma análise do livro, que uma tia minha, que é amiga dela também, leu e ela ficou comovida de ver a análise. Agora, não sou eu que trago a qualidade para o livro, veja. São todas essas e, essas experiências que eu tive. Porque há aquelas pessoas que imaginam que, por exemplo, adolescência, éh... vão viajar e vão fazer baderne Eu não sou contra a quem queira fazer isso. Só que... todas as minhas experiências na minha adolescência tem gente que acha que eu não desfrutei daquela época muito pelo contrário, os textos mostram isso os textos mostram isso é que você tem é que parece que criaram também esse padrão dos de de ser adolescente no Brasil de que tem que ir para para farra e essa coisa não comigo foi uma coisa assim tranquila e continua sendo né E continua sendo tranquila. Nada de grandes... De grandes ruídos, de grandes coisas, nada. Mas não deixei de viver absolutamente. Eu continuo lendo até hoje. Algumas coisas não mudaram. Que foi o fato de eu encontrar dificuldades em relação a en, a Como se diz que tem gente que que me vendo nas exposições de arte, lendo esses livros, e diz assim, o que você está ganhando com isso? Entende? Agora, hoje em dia, que as pessoas perceberam a importância da leitura, o que eu vejo é que está todo mundo correndo atrás de coisas que eu já li. E é isso. Agora, você criar um você criar um uma um uma soci uma sociedade, um cidadão crítico, nossa, leva muito tempo. Nós vivemos num país que as pessoas elas mal têm noção do que é formar um médico, um advogado. De você lidar, você saber que cada médico... Ele vai ter um interesse específico Ele vai ver a medicina de maneiras diferentes? E é isso que a gente precisa... E é isso que eu vejo que precisa ser valorizado, né? Agora, é muito difícil, porque existe um padrão, As pessoas, em geral, não quero dizer todas, não quero generalizar, não quero, de repente... Mas, em geral, é um absurdo como as pessoas acreditam nesses padrões. E é isso que eu faço na minha vida, fugir disso. Eu eu procuro fugir dos padrões, porque o padrão ele ele ele te obriga. <coughs> E muitas vezes eu perdi amigos. Eu perdi amigos porque muitas vezes eu estava dentro do grupo que dizia nós vamos fazer isso. E eu dizia, eu não. Ah, então você não vai fazer? Então você está fora. Entende como é que as pessoas lidam... Uhum... Com o com o contraditório? Quer dizer, você não pode contradizer, você não pode dizer que aquilo eh não é que está certo ou que está errado, é apenas alguém expressando sua opinião. O que eu sofri com isso? Vários grupos, vários grupos, sim, vários grupos. Mas deixei de o deixei de ter a minha opinião por causa disso, deixei de escrever o que eu escrevo, mas absolutamente. Aí tem gente que me chama de, lá em São José, me chama um pouco assim de, acha que eu sou conservador. Se eu fosse conservador... Eu não tinha nem raspado o o o o cabelo, né? É. Então, isso significa que, éh... um s, um uma pessoa que pensa, uma pessoa que s que opina, uma pessoa que não aceita os padrões é, vivendo dentro dessa sociedade que a gente vive, ela está Eu estive lascado em muitas situações. Porque você se ver posto diante de uma situação sem ter como contra-argumentar, eu já falei isso diversas vezes com o meu psicólogo... Uhum... E houve um momento em que eu tive que parar de a terapia com ele, porque eu dizia para ele o seguinte, eu vou ficar vindo aqui lá, né? Hum... Na terapia, vou ficar falando as mesmas coisas e o mundo vai continuar na mesma.

Agora, eu mp me pergunto o seguinte, Será que isso é uma dúvida só minha? Ou será que é uma dúvida que todas as pessoas têm de por quê que as coisas são do jeito que são? Ou será que é uma coisa só minha, né?
Às vezes muitas pessoas têm e o bom é que você pode se teorio consegue se teorizar isso.

Tem um livro do Shakespeare muito bom, chamado Muito Barulho por Nada, Que é justamente isso. Ficam lá os duques, os condes, ah não sei o que ah ah ah ah, mas o que que acontece? Todos eles, por que que é muito barulho por nada? Porque o ser humano, ele quer criar coisas que duram. A civilização, ela, desculpe falar essas, assu, parece que não tem nada a ver com o depoimento, mas tem. Eu, como escritor, vejo assim. Eu vivo numa cidade que faz aviões. Você entendeu? E as pessoas não não não não têm ideia do que é construir um avião. As pessoas não fazem ideia Porque sempre se fala isso em São José. Meu filho está trabalhando na Embraer. É o fascínio pela Lá tem o ITA, então tem pessoas do Brasil inteiro, tem vem gente até que vem fo fora do Brasil para estudar astrofísica, eh, cosmologia, ahn, astronomia em em em em São José, porque é o centro técnico aeroespacial. Então se cria esse fascínio pela pela pelo fato da cidade ter esse caráter. da indústria aeroespacial, só que a gente sabe que... Os o o você compra um devedê hoje em dia, seis meses arrebenta. Você compra uma coisa que é... Entende? Então, o que que o Shakespeare quis dizer com isso, do muito barulho por nada? Que o ser humano ele quer muito maior do que a sua própria vida é. Ele quer ser maior do que é perante a vida. E aí ele sofre. Por isso que o título é Muito Barulho por Nada. Porque quer fazer muita coisa... para chamar a atenção das pessoas, para dizer que é forte, que é poderoso, que manda em tudo, mas não manda em nada. É muita coisa para nada. Hum... Por isso que tem esse livro do Shakes Shakespeare, que eu gosto muito, que é o muito barulho por nada.

Eu sinto que estou dando um pe uma pequena contribuição para as pessoas que escrevem, para as pessoas que querem produzir algo próprio, escrevam suas experiências, ponham no papel. É muito fácil falar. Não digo que é fácil falar aqui. Eu o que eu que eu estou querendo dizer, entre falar e escrever é muito mais fácil falar Porque escrever é muito mais difícil. Você pôr as suas ideias num papel e criar um sentido para essas ideias é muito mais difícil. Mas que elas devem falar, elas devem escrever, elas devem se expressar. E eu espero estar dando aqui a minha contribuição para que as pessoas desengavetem as suas coisas, as suas histórias. E mostrem isso, e levem isso a público, publiquem, façam como eu, não esperem que universidade, que alguém apoie, nada disso. Façam por si mesmos, como eu faço, e vendo, e vivo disso. Acho que cada um deve buscar o A Cora Coralina, por exemplo, lela fazia doces. E antes de ser, eh, poeta, ela fazia doces. Quem é que não pode dizer que não existia doce na poesia dela? Quer dizer, que não existia poesia no... No doce... No doce. Quem é que pode? Então, né, então eu espero estar dando a minha contribuição. Que as pessoas leiam, que tenham curiosidade, que leiam os clássicos, que é isso que forma o um bom escritor. Lê Cervantes, lê Shakespeare. Enfim, lê os clássicos. E boa viagem. Aí vai ir.
Então tá bom, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar?
O que eu digo é isso, é porque acho que toda a minha, parece que toda a minha trajetória ela está pautada justamente por reafirmar o plural, né? O diferente. Nós estamos numa cidade onde só na grande São Paulo parece que tem mais de dez milhões de habitantes, né? Mas você veja que a vida nas grandes metrópoles se torna insuportável em função disso, em função de simplesmente se extirpar as diferenças e obrigar todo mundo a fazer as mesmas coisas. Parece que existe uma mecânica por trás disso. Parece que as pessoas se refugiam da mudança. E toda a questão de ler um livro no Brasil é uma coisa muito séria, porque se você dá um livro na mão de uma pessoa pobre, como ela não tem recursos, porque ela mal tem uma casa... a família está completamente, o pai foi para um lado e a mãe foi para o outro. Se você dá um livro na mão de uma pessoa pobre, ela vai pegar aquilo e vai valorizar de uma tal maneira porque vai ser o único refúgio que ela vai ter são aquelas histórias. Então, se você der um livro do Shakespeare, ela vai lá para os cat para os castelos de Windsor, vai visitar a rainha, entendeu? E aí, quando a pessoa lê uma coisa dessa, por que que ela tem dignidade? Porque ela pode se aproximar de pessoas que normalmente a gente não conseguiria se aproximar. Então, muitas vezes, o o o o o leitor, ele tem essa conexão lá com a Rainha Elizabeth Primeira, com o Sancho Pança, com ess com esse com essas coisas importantes, mas isso, você imagine isso na na na cabeça de uma pessoa pobre. Ela vai valorizar isso de uma tal maneira, por isso é que a leitura é importante. E é e é por isso que as pessoas não não leem no Brasil. Porque elas têm uma dificuldade de, eh, de entrar naquela história, experimentarem aquela história e não serem mais as mesmas pessoas que elas eram antes. Isso é que elas têm medo. O que que vão imaginar se eu disser que eu estou lendo esse livro aqui e que eu não penso mais da mesma maneira? E aí é é é isso.

Que o leitor, eu espero estar dando, ahn, como eu disse de novo, espero estar dando a minha contribuição aqui para que as pessoas leiam, escrevam e ponham suas experiências no papel. uma uma uma boa viagem, né? Uma boa, um bom percurso Porque ler é isso, você entra dentro da história e convive lá com os condes, com os duques, coisa que normalmente você precisa ser um conde, um duque, mas você lendo um livro você não Esse que está... Eh, quando alguém lê um livro... O que que o o que que o Shakespeare também quer queria dizer muito com aquelas histórias lá dos Fidalgos de Verona, aquela coisa toda? Que o ser humano, ele é ele é ele é perante aos outros seres humanos, ele é igual e, ao mesmo tempo, diferente. Eu, quando eu leio um livro do Shakespeare, eu me sinto dentro lá da corte, sem ser da corte. Você entendeu? Mas isso te dá... Não o fato de você pensar que você é duque ou que você é é conde, porque isso é uma bobagem. Mas o fato de o Shakespeare te dar uma dignidade, o texto te dá uma dignidade, que normalmente, no dia a dia, as pessoas arrancam isso do ser humano. E tratam o ser humano como um mero... Mero, não queria usa utilizar essa palavra, mas é como um mero objeto. Entendeu? Então, leiam Shakespeare, leiam Rei Lear, e entrem lá dentro da corte, entendeu? Experimentem isso. Agora eu a o fiço finalizo dizendo isso, que as pessoas não lêem ma só não lêem mais no Brasil porque elas têm dificulda, elas... Quando lerem um livro, não vão serem mais as a as mesmas pessoas. Esse é o problema. Você deixar de ser a pessoa que você é. Uhum. Porque existe um padrão que reforça isso. Se você tem uma opinião diferente, se você are se você areja um pouco a cabeça, a sociedade vai tentar podar isso. Não digo que vai conseguir, mas vai tentar podar isso.
Mas então é isso?
É isso. Que vocês querem que eu fale mais algum
Quero te agradecer.

Foi muito
E eu pela paciência de vocês... Imagina... De me ouvirem.
Não, imagina. Foi muito obrigada. Foi ótimo.
E, espero também ter dado alguma gu alguma contribuição para as pessoas lerem os os clássicos. Não precisa me ler, não. Pode me ler.

Lê o, leia o Não, não me leiam, não. Ou ler um Shakespeare, do Cervantes que Eles são bem melhores do que eu.
Então tá bom. A gente precisa fazer aquela